Diz aquela da aquela novela, né? O nosso cérebro eletrônico é um cérebro eletrônico que muitas vezes eh esquece de fazer alguma coisa, mas muito está gravado, né? Eu estou com cinquenta e dois anos completo, tem muita coisa gravada na minha mente. Por isso, eu vou ver se consigo eh dizer para você alguma coisa que aconteceu na minha vida conforme também ah ah eh as suas perguntas. aí comigo, tá? Tá.
Mas então... Deixa eu perguntar uma coisa. O nome dos seus pais, o que eles Eu queria saber um pouco dessa dessa

Eu fui o segundo filho homem e sete mulheres. Nós éramos, conto mentirosos, nove a todos, né? e vivia lá com eles na na, eu me entendi lá na, vivendo com todos os meus irmãos lá. E me entendi vendo uma facilidade, uma fartura muito grande lá nessa comunidade onde onde
vivi. Como é que era lá? Conta para a gente como assim
Beira de do rio Amazonas, A água corrente, eh você sabe que a aqui nessa região, seis meses enche e seis meses vaza. Para não dizer que os seis meses assim, tem dois meses assim que a água fica parando para poder voltar e para poder para poder baixar, né? Vazar e também encher. Então tem um mês de cada um para dar esse esse espaço para poder encher e também vazar, né? Mas é rio rio de de de de da da daqui do Na época nós tinha muitos lagos lá, bem atrás de casa tinha tinha lago. Eh A nossa renda lá, né? Nossa renda era era mais a juta, o peixe, naquele tempo a juta, muito tempo, o peixe e algumas outras, alguns outros legumes que que a mamãe e o papai plantava como feijão, melancia, jirimu, eh macaxeira. Eh Ela tinha também horta, né? A gente vivia naquela naquele tempo muito feliz, muito tranquilo, sem preocupação do pão de cada dia, né. O peixe pegava bem lá lá atrás de casa, muita facilidade. O peixe que o papai queria, Uma vez que ele afastava o com o arpão assim o um um peixe para matar outro, eh ele pegava o pirarucu. Interessante naquela época, né. Hoje o é o A Secretaria do Meio Ambiente, que zela muito pelo meio ambiente né, tem Ibama, tem diversos órgãos que zelam, fa tem a proibição da pesca, tem a época da do defeso, eh são leis que estão que estão formando para que para que o tenha essa proibição né, tenha esse reconhecimento do do do peixe quando está em devosa, essas coisas. Naquela época não. Naquela época a a a as pessoas eles eles tinham a educação assim, sabe, da natureza, deles mesmos. Eu me lembro que quando o pirarucu estava na desova estava na desova, papai não matava ele não. Deixava ele desovar, eh criar os os os pirarucuzinhos. E quando ele saía com os com os pirarucuzinho para levar, para dar o alimento para os para os peixinhos, para os alevinos, eh, só iam arpoar, faz o papai, como outros daquela época, só iam arpoar o peixe quando, chamava assim, quando estava estalando, né, a, a a... Já escutava de longe A boca deles a boca deles, quando comiam, assim, aqueles bichinhos no mar, fazia tou tou tou torou tou tou tou tou tou tou. Aí estava bom de de matar, porque eles estavam, assim, com eh quinze centímetros, mais ou menos. Então, os outros peixes predadores, como a piranha e jacaré e outros peixes, eles não... comiam aqueles peixe, né? Os peixinhos já se defendiam, os pirarucú ia, eles se defendiam. Então, era o o acordo entre aquelas pessoas da daquele tempo, né, para que não pegasse o peixe que estava na desova e estava com o peixe, eh com o peixinho miúdo, né, com os alevinos bem bem adolescente ainda, né? Só ia pegar quando estava jovem.
E seu pai te ensinava as coisas todos os anos?
Ele sempre me dizia, ele sempre me falava, olha meu filho, a gente faz isso porque se matar uma uma um pirarucu desse que que está desovando, então, primeiro que vai perder milhões de peixinhos, de pirarucu. É Eh, se você matar também quando está pequeno o peixe, o peixinho, o alevino, vai ficar sem mãe, sem pai. E aí então os outros predadores, se não acabar, mas vai escapar de acabar. Então, para os que vierem, para os que vierem encontrarem a mesma fartura que que nós estamo E é o contrário. Hoje é o contrário, eu vejo. Com essas tantas leis que eu disse, mas o homem mudou muito. O homem mudou muito. Ele ele Hoje não, é difícil ele ele de obedecer as as as regras, né, as leis, e e continua. Muitas pessoas, já tem uma rede de arra de arrastão. Eles vão, circulam o o o o o O pirarucu, quando está na desova, pega todos os dois. Ou então, quando está com peixe miúdo, também pega todos os dois. E E hoje, se você eh visse o tempo passado, para hoje, a fartura que tinha, você não acredita o que eu estou falando agora. Os lagos daqui, Vou citar um, Balaio. Balaio era um um lago de muita fartura. O O pescador, quando entrava lá para arpoar o peixe, para arpoar o pirarucu, era provável ele sair de lá todo molhado de tanto o pirarucu jogar água nele. Era muito peixe, eh Tambaqui, pessoal, os pescadores pegaram de de de tarrafa lá no meio do do rio, sem dificuldade, né. Os peixes, o papai, assim, ele perguntava para para nós, que peixe vocês vão querer comer? A gente dizia que peixe queria e ele trazia o peixe que a gente que a gente queria. Então, a fartura que que tinha antes, hoje, não existe mais. Para a gente pegar um pirarucu grande aqui já custa muito tambaqui também é muito difícil de pe pegar tambaqui com fartura, porção aqui nesse nessa redondeza. Tem lugares mais longe assim que ainda ainda se encontra mais facilidade de pegar esses grandes, mas já aqui por perto é difícil
Antes de a gente voltar com a coisa do Peixe, eu queria que você me contasse eh na infância, qual era o que você Qual era a brincadeira que vocês tinha? <laughs>
Essa é importante. Eu... Eu era só, né? Eu era só lá em casa, porque o o irmão mais velho meu foi o primeiro e quando ele casou eu nem quase me lembro, sabe? Eu ainda não me lembro quando ele casou.

Fiquei só, assim, no meio das das minhas irmãs, né? Aí eu brincava sempre com um um maracazinho chamado coinha. Não sei se você conhece. Coinha, né. E eu brincava com aquelas coinhas de de gado, porque o papai também tinha gado, né? O papai tinha um diversas redes lá.

Eu brincava com aquelas coinhas. Eu colocava chifre na de pau nas coinhas. Aí colocava o o rabo da vaca, que era a vaca de juta. Porque o papai a gente trabalhava com juta, né? Aí formava aquele rabinho da vaca. Aí fazia o olho dela na na cuia. Aí eu aí eu fazia o curralzinho. Fazia o curralzinho. e fechavam as as vacas lá. Aí, quando era de noite, a gente tinha... papai criava porco também, né? Criava porco lá. E aí, ó, a porca vinha e comia as minhas cuias, o meu o gado, né? Aí, quando eu ia lá no curral, pô, ela ela sentia falta do do do Aí eu dizia assim, pô, só eu conversava, né? Pô, uma onça comeu minha vaca. <laughs> Aí eu fiquei assim, eu por isso eu tive dificuldade de de estudo. Eu não queria estudar, eu ficava só lá, eu não pensava nada de estudo. Aí a Antônia, minha irmã, ela teve uma uma criatividade. Ela fez as vacas para mim de pau, assim. De pau. Em cada vaca, ela colocou a á bê cê dê até no final. Aí eu fiquei com aquelas vacas. Aí ela disse, olha Pedro, essas vacas a onça não vai mais comer. E eu quero que tu que tu que tu decore essas letras aqui, porque quando eu chegar aqui, aí eu vou perguntar das das vacas se ainda estão aqui. Aí eu aprendi, eu aprendi as letras do do abecedário, né? Ela vinha para cá, para para Juruti, para estudar, e aí eu ficava lá, que quando ela chegava, ela, Pedro, as vacas estão tudo aí? Aí eu Está, está. <laughs> Foi assim. <laughs> Essa parte aí foi meio... A brincadeira era só assim quase. E o peixe, né? Eu tinha meu canicinho que o papai fazia para mim, sabe? Eu ia com ele pescar. Desde quando eu comecei a me entender, eu já ia com ele e era uma luta. Ele não queria me levar. Ele não queria me levar porque eu era pequeno, né? Mas eu fazia o escândalo para ir com ele. E ia mesmo, sabe? Eu ia mesmo. Aí eu via como ele colo pegava os peixes, botava o o a a a linha para o para o espinhel, a gente pegava naquele tempo com a isca de de maracá, de caranguejo, de castanha, né? É pirapitinga, tambaquim grande, só esses esse peixes graudo. E eu todo todo Ele usava, não era a lanterna que a gente tinha, era abajur. Lamparina, uma lamparina que tinha um um uma defesa para o vento, né? Chamada baju. A gente Eu andava com ele, mais com ele. Eu fui, eu fui... Eu me acostumei muito com o com o papai. Foi meu parceiro desde de quando eu nasci assim. Desde quando eu me entendi, até quando ele morreu, nós se dava se deu muito bem com ele.
Você tinha você tinha um sonho na infância, assim, quero ser tal coisa? Não.
Olha, isso eu sempre digo assim, eu acho eu acho que eu fui eu fui o homem mais tolo de todo o o o o Brasil, sabe? De todos os brasileiros. Eu, eh, vivi desde essa época e nunca eu eu fui influ influenciado para ter alguma coisa de bens na minha vida. O que eu me preocupava era só com o pão de cada dia. Tendo pão de cada dia, com fartura na mesa, como eu Eu me entendi vendo o pão de cada dia com fartura na mesa, assim também eu fiquei com com aquilo na mente que era importante só o pão de cada dia. A moradia, né, isso aqui eu nem nem tinha visão de ter, assim, casas bonitas, prédios. não tinha, não tinha pensamento de ter bens materiais, né. Até para estudar assim, eu nunca pensei que o estudo tivesse o o valor. Mas nunca que pensei. E aí, me parece que eu passei um um bom tempo despercebido dessas coisas boas que por aí a fora tem.
Fala, como como é que era a sua casa lá em Beija-Flor?
A nossa casa da ilha Beija-Flor era... Era assoalhada né, de madeira, né? De madeira lá em cima que era de palha. Era de palha, me lembro malmente já nessa parte aí que é de palha. É porque eu eu eu vivi na na Ilha Beija-Flor até uns sete para oito anos. De lá nós passemos para para cá, para o... para a terra preta. Nós morávamos lá perto de um japonês, lá. O nome dele era Kobayashi. Da mu da mulher era... Era... Era... Também... Kobayashi e Kobayashi, né? O homem e a mulher. É, e... e a gente morava lá junto deles. Lá perto deles, assim. Depois nós passeamos para cá, para... Para esse para esse outro lado do do rio. Chamava Sítio Boa Vista, que mais é mais mais conhecido como Terra Preta. onde está implantada a agora, aí aí também passei para morar lá perto de outro japonês, Maruoka e Maruoka. Era mais outro, era mais um casal eh de japonês. Papai trabalhou muito com esse japonês lá na na Ilha Beija-Flor, muito mesmo. Ele foi até eh capataz deles lá, eh ele ele teve um tempo da guerra de de Japão, que o Brasil brigou com com o Japão, quarenta e oito, quarenta e seis, por aí em cima, não não estou bem lembrado. Mas o papai ficou tomando conta de tudo o negócio deles lá, porque eles foram presos para. Prenderam tudo os japoneses, porque eles estavam... eles estavam fazendo aí um um... não sei o que... da, movimento da guerra aí na Vila Amazônia. Eles passavam por aqui com arma, né? Com arma para para lá, para Vila Amazônia, e quando... Brasil, o pessoal brasileiro viram, aí foi um para com eles aí, aí prenderam eles, aí o papai ficou tomando conta dos negócios deles lá na na ilha Beija-flor ainda. A gente teve muito contato com ele lá, e só não aprendemos, eu eu eu digo assim, eu só não não aprendi eh eh eh japonês, porque naquele tempo, o negó eh o negó eu eu eu disse, né? Eu não tinha, assim, visão se era bom, se é né, se eu podia fazer. Falavam perto de mim, a gente não sabia nem o que era, né? Algumas coisas a gente aprendeu. Algumas coisinhas a gente aprendeu com ele. Pelo tempo que a gente que a gente foi passando com ele, a gente aprendeu. Mas não não foi suficiente, né?
<laughs> Pedro, como é que era eh os caminhos daqui né, eh para ir para o para o lugar, tudo de barco. Mas como é que eram esses barcos na época. Era

Era canoa, tinha canoa ou remo, né? Eu só andava assim, com canoa, remo. Depois foi começando a chegar os os os os barcos, mas era muito difícil, né? A a vela também, a gente usava a a a vela, a canoa com a com a vela. Uhum Aí minhas irmãs ainda andaram muito para para cá para Juruti, elas mesmo velejando na canoa com a vela, para chegar para lá de volta. Vinha. Naufrágio. Que vinha, hã? Tinha muito naufrágio? Não, a a a a a Amazônia era era era assim, é era estreita, né? Era estreita e não dava, não tinha muita maresia não. Para outro lado do do rio e mais lá para frente, lá para Boca da Ressaca que que tinha marizia forte lá, mas mais aqui perto da cidade era tranquilo. Sempre a gente atravessava aí.

Não, a gente foi acostumado assim, a cair na água lá no meio do rio desde de pequeno, mergulhava lá por perto dos dos capim, por onde desse a gente caía na água, e mas não tinha medo nenhum. Eu acho que os peixes, os os os os botos, os os e e já conheram a gente. Não não não não ligavam para nós não. <laughs>
Pedro, fala uma coisa. Teu é Tem algumas alguimas histórias de eh sua infância com seu pai de pesca? Você me contou algumas. Aí Conta algumas umas boas para a gente aqui. Com seu pai ainda.
Ó, tem muitas histórias, né? Mas eu... Vou contar um um uma aí, umas umas duas. Não sei se vai dar para acreditar. <laughs> É Já há um certo tempo a gente já tinha laterna. Nós estávamos com o papai pescando no meio do igapó. O igapó era muito grande. E aí, quando foi em uma hora, o papai foi tirar um tambaqui que estava no no espinhel. Tambaqui grande de para treze quilos. Aí o tambaquizão bateu no no braço do papai, assim, caiu a lanterna na água. A lanterna foi acesa para o fundo. Aí, ó, perdeu a lanterna agora, só na na na abajur mesmo. Aí continuou na na abajur, né? Aí quando foi umas três horas da da madrugada, aí nós fomos ver o espinhel. Quando o papai viu, claro, lá pelo fundo, né? Aí o que ele foi ver era um Bacu que já estava com a lanterna embaixo do braço focando. <laughs> Rapaz. E aí outra foi eh época da vazante, época da vazante, ele colocou espinhel para pegar Pirapitinga, né? Quando vai vazando, a pirapitinga pega com isca de peixe também. Aí eu coloco lá para pegar pirapitinga. Mas também tem um tem um predador que é a piranha, mas ele ela acaba com com a isca. Aí a piranha ficou comendo e sobrou um uma isca lá no anzol. Aí veio. Quase em. Aí veio a eh o surubim mais ou menos de quatro quilos de quatro quilos pegou no no anzol aí pegou no anzol se bateu lá o anzol varou aqui nessa bochecha dele, sabe? ficou aqui o varol o o anzol varado aqui na na bochecha do surubim bem nessa volta do anzol anzol grande, número dois aí ficou lá o surubim se batendo lá, se batendo Quando foi para onze horas, onze e meia, para meia-noite, passa o surubim grande lá. Quando o surubim grande deu com esse sorobinzinho lá no anzol, sabe? Os Tem muitas pessoas grandes que gostam de judiar do do menor, né? Esse surubim foi bater com a cabeça e né... O anzol que tava desocupado, essa ponta dele, só bate em um osso que tem aqui no surubim. Já viu um osso que tem aqui no surubim? tem um osso bem na borda do da dos pinhaços dele, né? Baco aqui nesse osso. E varou! Ficou dois surubins só no anzol. Só no anzol. E aí, a ponta do anzol ficou desocupada. Ficou desocupada. E quando foi para banda das três horas da madrugada, passa uma pirarara lá. Quando ela deu com o os dois peixes que estavam no anzol, Ela bateu com o rabo dela. O anzol só dela, sabe? <laughs> Rapaz. Segurou no ano da bicha lá que agora sai, mano. Ficou três peixes só no anzol. Essa história, tudo isso é história de fartura. <laughs> Não é verdade? É fartura que fazia, se não fosse fartura, hoje hoje não acontece mais, não pega mais
<laughs> Vocês vieram para Juruti, com quantos anos? É eu
Eu agora falei que eu não tenho muita certeza, mas de sete a oitos anos eu fui para Terra Preta. Terra Preta nós estudava, vinha para cá para a cidade, lá Tirei a minha quinta série. Quando eu vim para cá, para para a cidade, eu tava com meus dezoito anos. De dezoito anos para cá que eu vivi na cidade até agora.
Nessa época, um pouco antes, ainda um pouco antes dos oito anos, você viajava muito, Terra Preta, flor e tal, ficava aqui muito no rio. Tem muita história aqui, né? coisas, né? Você chegou Você chegou a ver alguma coisa, ouvir alguma coisa? Ó é a
as visões que muitas vezes fazem é o medo, né? Mas existe, existe. Eh eh Aqui no perto do na boca do piranha, eh aí tem um encante, né? <laughs> Existe um encante aí. Então esse encante, ele el ele fazia alguma alguma coisa que fazia medo, né? Batia batia eh pilão lá para dentro, ba barulhava lá para para o fundo do mar, né? Aí o pessoal ficava meio... meio com medo, né? Contava, ó, eu ouvi um barulho, né? Uma vez o o camarada ficou porre. O cara ficou porre, deitou na canoa e e correu de perna de fora, na água, perna dele. Quando ele se acordou, tinha um um peão puxando para o fundo a perna dele. Queria levar ele para lá. Aí ele se despertou lá e no instante passou a cachaça dele com aquele medo, sabe? Essa história.

A gente eh vê assim... Cada... Cada região, cada coisa tem... Tem suas seus... As coisas para apresentar, né? Óbidos tem... Tem os seus peixes, os seus os seus botos, tem suas cobras grandes, né? Tudo. Mas eles andam, né?

estão para cá, tem vezes que não estão. O camarada estava pescador estava lá no no no lago chamado Jacaré, lá para cima, no no limite do Amazonas. E aí, quando ele ele estava lá, esperando para matar um pirarucu, o boto veio e borbulhou embaixo da canola dele. soltou aquela bolhona já viu? Aí, ele pensou, pô, mas se esse boto tornar me espantar o peixe ele vai, ele vai já para o arpão. Aí fui sair para o Igarapé assim, quando ele viu o boto veio, fez a mesma coisa e ele arpou o boto. boto. A canoa dele tinha tinha jão de pau. Jão de pau é que guia a canoa, né? E a canoa era pequena. Ele arpou o boto e o boto saiu para fora, para o Amazônia. E ele pegou na boia, na na linha, sabe? Tem um No final da linha, de arpoar, tem uma Ele segurou na boia. E o O o o boto saiu para fora com dele. Mas, direto para baixo. Maresia forte, canoa dele tinha só... lá lá na maresia. E quando ele chegou aqui perto do corocoró, aí ele já estava meio com medo. Pô, esse boto não não para. Aí começou a puxar a linha, começou a puxar. Quando chegou mais perto, sempre boto buiava, né? Quando chegou mais perto, ele viu que tinha um um arranhado, assim, nas costas do boto. Ele não sabia o que era. Aí puxou, puxou mais. Quando o boto chegou mais perto, aí que ele boiou assim Faah. Aí deu para ele ver o que era. Tava escrito Óbidos na costa do boto. o boto é de Óbidos. Aí ele cortou a a a linha <laughs> do arpão e o boto foi embora para Óbidos. <laughs> Então, são essas coisas que a gente vê aqui, né? Eh Mas que de medo mesmo a gente sente quando a gente vê a a o a a as coisa. Olha, Buto faz medo para a gente, sabe? Ele assobia, ele faz adeus, ainda mais quando é fêmea, que que está lá Aí vai passando no rio, aí que eles eles fazem adeus com o rabo dele. Assobiam, sabe? Eh Então, quando a gente enxerga um jacaré grande, a gente fica com medo. Jacaré faz medo para a gente também. Quando a gente vê assim o o início de uma cobra grande, a gente fica com medo. Uma vez nós corremos de uma cobra grande aí. Eu tava com um parceiro e... Nós pegávamos petiu. Primeiro era, já falei, era muito farto de tudo. Muito bicho de caixa, petiu, trecajá, tartaruga. Quando a gente ia... estava trabalhando na juta, traba trabalhando na juta, quando a gente ia descansar lá embaixo da da da rama, se quisesse fazer travesseiro do de um trecajé, a gente colocava aqui embaixo da cabeça e podia dormir. Tracajá. <laughs> <laughs> Tracajá servia de travesseiro para para para as pessoas daqui. <laughs> É. É. Porque era exatamente eh eh eh muito farto, né? Eh... Muitas muitas coisas faz medo, mas muitas coisas não faz, né? Como é serviço de casco fazia muita fartura, não era medo. Aí, nós... Ia de setembro, outubro, novembro. Pegar pitiu na na na na no barranco, na praia. Eu peguei muito pitiu, tracajá e tartaruga e eu vendia. Era era, eu... De que eu ganhava dinheiro? Setembro, outubro e novembro. Três meses de, ganhando dinheiro só de vender bicho de casco. Ele subia para para botar ovo e eu pegava ele. Aí eu vendia e dava para para me manter, né? E aí, e aí então, quando eu fui nesse dia, foi um parceiro comigo. E esse parceiro, ele tinha meio medo, sabe? De a gente ir de noite por aí. Meio feio, né? Maresia. Muitas vezes um temporalzinho, uma chuva. Aí quando foi nesse dia, estava escuro para... Nessa noite, né? Escuro para para dar um uma chuva. Estava ventando. Aí quando nós fomos dobrar uma ponta assim, porque que era para dar para a gente pegar o pitiu, né? A a praia era para lá. Aí quando nós dobramos assim, A cobra grande estava lá, rente à água. Assim, só só enxergava o o o foco do do dos olhos da bicha, sabe? Estava rente à água. Assim, meio... Um um um um um fogo assim, meio iluminado, assim, sabe? Meio brilhando, assim, sabe? Quase igual dessa dessa dessa dessa Quase igual. Ah, rapaz, aí eu eu disse assim para ele, ó, cobra grande está ali, ó. Calma aí. Vamos devagar. Mas... Aí ele, o parceiro, ficou com medo. Bora voltar, bora voltar. Disse não, rapá. Bora pegar o pitiu. Mas não vai bater a canoa, não vai joagar a água da canoa aí para barulhar. Vamos devagar, né?

Ele não quis de jeito nenhum. Dobrou a canoa para para para trás e nós viemos embora para casa sem pegar nada. Mas a a bicha estava lá fora, a cobra grande, sabe? Então, mete medo para a gente, né? Mas não é, assim, um um medo que que faça a gente não ir mais pescar, né? É Naquela naquele momento, naquele momento é preciso que a gente tenha um medozinho, porque se não não tiver um medozinho, ah, está vendo, também a gente já está abusando das coisas, né?
E as maresias bravas que deram as coisas? Tem alguma história dessa já de?
A maresia, a maresia, eh eh a gente... Quando eu era pequeno, eu tinha medo de de de maresia. Medo. Esse meu irmão né, quando eu ia lá por casa, metia a canoa no meio da maresia e maresia, a canoa batia. Ficava meio com medo. Depois não fiquei mais com medo. Marizia para mim já era já era já já já era satisfação, já a a era era graça, sabe? É Porque a gente a gente a gente sabendo equilibrar na na na Marizia uma canoa dessa que a gente usa é melhor do que um um um barco grande. Um barco grande fica tombando, balançando, de todo jeito. A canoa não. A canoa quando a Marizia vem, a gente passa por aqui, vai só pelos Pelo espurão da canoa, igual aqueles coisas que andam de de aí para o Rio de Janeiro, como é? né? Como é? É, skate. Skate, é. É esse daí. Eu me admiro deles. Uhum Eu acho que eu não fazia dessa, não. <laughs> Mas eles fazem, né? Aham. Mas aqui também para nós era muito fácil. Quando. Quando ala ala alagava uma canoa, a gente desalagava. É muito fácil desalagar uma canoa. A Pega na pulpa da canoa e dobra ela. E depois sacode na pulpa da canoa e sacode ela na água. Você aguenta com com o pé na na água. Você equilibra, né? Uhum. E A gente fica acostumado assim. Só se a canoa for muito grande, não dá para para para tirar a água.

O tio do papai, com o papai, se alagaram no macurikanã, pescando pirarucu. E lá tinha muita piranha, mas muita piranha. Quando eles deram, ele estava lá no fundo. Aí o tio do papai deixou a canoa buiar, fez fez isso aí, desalagou a canoa. Quando eles eles embarcaram para dentro da canoa, as piranhas chegaram lá para devorar o que eles tinham lá, pirarucu e tudo. Foi uma benção isso aí.

obrigado. Eh, eu quero que você contasse, sabe, quando você veio veio para cá, tal, já mais mais adolescente, já homem, já. É, para começar o, começa o foi e tal. Como é que foi essa época para você? <laughs>
Acho que o namoro, eu, eu, eu fui, eu fui, eu fui panema. <laughs> Eu fui panema. Porque, é, foi mais difícil para mim. Não era muito difícil assim, a mulher, né?

Eu me dediquei muito no trabalho, né? E e Quando a gente trabalha assim muito de dia, de noite a gente não quer estar estar andando muito. Aí É mais fácil de noite para estar agarrando as mulherada, né? <laughs> Então ficava meio difícil para mim. Aí foi passando os tempos, mas também eu combino comigo que eu era meio panema para mulher. risos Por sinal, tu ainda estou solteiro até agora, cinquenta e dois anos nao é muito fácil não. Aí Aí não posso muito contar em detalhes <laughs>
<laughs> Aí, quando você vem para cá você veio para trabalhar, já como é que é? O que que você muda?
Não, a profissão ficou a mesma. A profissão, ela ela continuou. Eu eu Eu pescava, Trabalhava em juta e trabalhava na roça. Quando eu era mais novo né, eu eu dava conta de todos esses trabalhos. Para mim era era era graça, né? Eu pescava de noite. Eu Eu ia para trabalhar na juta ou na roça, mas não fazia despesa com a sobre a comida, né? A comida já estava definida já, aí já ia fazer outros trabalho. O cansaço era só à noite. Aí dava ficava cansado, já ia dormir cedo. Era só isso. Mas eu trabalhava, a profissão continuou. Continua aí.
E o que que mudou para cá?
Mudou... Acho que para mim mudou só a eh difi... Tinha, já tinha energia, né? Tinha mais facilidade de de, digamos, de de vender o produto, né? Aqui na cidade é melhor para vender do que no interior, no interior é mais difícil. Só não a juta, né? Só não a juta. Mas o o a farinha, o o peixe, o legume, o jirimum, eu continuo trabalhando com jirimum, feijão, melancia. Então, a gente traz para a cidade, aí na cidade é mais fácil. Até mesmo aqui na casa da gente, A gente vende, o peixe, o peixe, eu vendi eu já vendi muito peixe aqui em casa. Também vendi no mercado, né? Mas é a cidade o o oferece essas condições de de de comércio para gente, né? Deixa eu só interromper um pouquinho que ele vai trocar a fita aqui se não vai travar. Sim. A Juta foi uma das das economias que veio para cá, para o município de Jiruti. É Como a gente não tinha Aqui não tinha emprego para suportar eh a demanda de muita gente, então a juta facilitava, né. Muita gente eh trabalhava em juta, era muito animado. Por sinal, a juta foi foi trazida, as as a primeira juta, pelo japonês. Depois que houve o fomento do governo federal, que que veio para cá para para ser plantada por todos. Mas primeiro foi os japoneses que inventaram essa juta aqui para... Aqui no Saída Beija-Flor mesmo. E aí depois, muitas... Muita gente é era era... O trabalhador era era... Se chamava juteiro, né? Era muita juta aqui no município de Juruti Ele era o o primeiro lugar no município de de de Fibra de Juta. É Tinha os armazéns que que compravam juta aqui do Chocron é e outros armazéns. Eu ainda levei, ainda fui comandante de de barco de levar juta lá para para Óbidos. Era muita juta, sabe? Deu um bom uma boa a renda, uma uma boa ajuda aqui. para nós a juta, né? Por sinal, quando ela ela deixou de de ser comprada aqui, que parece que foi, eu não sei muito bem, foi descoberto que lá na Índia era é é é o cerrado de lá e o Brasil comprou de lá a juta, então então eh eh ficou fraco para nós, para cá. Muitas pessoas, como estavam acostumadas a fazer, ganhavam dinheirinho, Não ganharam mais não, sabe? Aí Aí ficou ficou nas aí no peixe que o eh eh que aguenta as pontas, o o peixe, né? O peixe não só para para a gente vender aqui nana cidade, mas também para para exportar já. Tem muitos peixes que são exportados aqui para para o frigorifico de Santarém, de de Belém, sabe? Aí Ninguém sabe para a onde vai da Surubim, tem época do surubim, do peixe liso, dourado, filhote. Os peixes já... Já sai de lá e a gente a gente. já faturou uma pontinha aí. já dá para aguentar um pouco. né? Mas a juta deixou, deixou a gente na solidão né. <laughs> Como a gente tinha tinha facilidade de de de peixe, primeiro que o peixe era barato também, né? Era baratinho mesmo. A gente fazia essa essa essa comercialização do do do peixe, mas era era barato. Tinha que pegar muito para vender um uma boa quantidade para para para poder ter um dinheiro. E E, pelo outro lado, a gente, a gente fazia troca, né? Fazia a troca. Eu dava o peixe, o fulano dava farinha, né? Quando eu quando eu não tinha farinha. É Lá, a gente conheceu lá lá lá lá no no interior, quando pegava um peixe, ia lá e ela já dava o sal, dava o açúcar, né? Tinha que a gente fazer uma troca desses desses desses produtos, né? Mas havia facilidade, a gente pegou o peixe naquela naquela naquela

Saia de madrugada, né, para tarrafiar. Tem os as épocas de de de de de de usar os materiais, né? Tem a época da tarrafa, que é o tempo da da que está a terra, as as áreas de varzea. E tem o tempo da do do da, né? Então, quando A época da tarrafa é mais fácil. A gente sai de madrugada, três horas, duas horas de madrugada, sai, vai, tarrafia, pega uns peixes e chega cedo em casa. Quando é malhadeira não, é mais difícil. Aí vai com a malhadeira, digamos, sai dez horas da manhã, quando vai chegar só no outro dia eh eh de manhã também, umas sete
horas da manhã. Como como é que é a malhadeira?

ela Ela é tecida, né? Tecida, postiço que se chama, né? A gente vai tecendo ela, vai tecendo, aí depois entralha. Tem malhadeira que é entralhada por baixo e e e por cima. Eu não uso minhas malhadeiras entralhadas eh, por baixo, né? Só uso entralhadas por cima. Mas é eu que faço as malhadeiras minhas todinha. Eu tenho Eu tenho muita maiadeira aí dentro mesmo, aí dentro de casa, né? Quando quiser dar um espaço para mim ir buscar lá, eu vou buscar uma para mostrar para você. Se você quiser né, Entendeu? É. Ó Essa essa maiadeira aqui, a gente tece ela sem estar assim, entralhada. e tece. Até eu tenho uma aqui eu não deu para mim trazer mas depois a gente mete essa entralha nela aqui e ela fica assim na água ó, fica desse jeito lá na água aí o peixe vem e entra nela essa malhadeira aqui é para pegar os peixes menores como curimatã, acari, caravaçu, tucunaré, piranha E alguns outros peixes miúdos. E quanto tempo fica aí na água? Quanto tempo fica aí na água? Ó se a gente. a gente chegar umas dez horas da da manhã, a gente já põe as malhadeiras lá na água, no meio do cerrado por lá, sabe? No meio do cerrado. Aí quando for umas seis horas da tarde, a gente vai ver a malhadeira, vai ver peixe nela. Quando umas nove horas da noite, a gente vai de novo ver peixe na malhadeira. Mas duas horas da madrugada a gente vai de novo, aí só vai retirar cinco horas da manhã. E eu tenho as malhadeiras de pegar peixe graúdo, tambaqui, sabe?
Mas o que é feita? É de
É de nylon. É linha nylon. Tem a a mica e tem a o nylon. Só que essa aqui é o nylon. Eu que faço. Eu que entralho, eu que pesco. Você faz tudo. <laughs> Faz tudo.
Com certo, os buracos que as piranhas fazem, a gente conserta. Ah, está bom. <laughs> você falou tinha madeira, tinha tarrafo, qual é o tipo de peixei no tarrafo?
Nós também temos a tarrafa com Diversos tipos. Tem umas tarrafa de de de malha graúda, que é para pegar só o peixe graúdo. É... Surubim, dourado, peixe graúdo, né? Tambaquim, muitas vezes dá para pegar, né? Pirapitinga. E tem a tarrafa também, que é mais fina, que é para pegar o curimatã, tucunaré e outros peixes. Nós temos aqui uma época, uma época de de piracema que se que se que se chama. É... Tem um tempo que a gente pega esse essa essas miudagens, esses pacu, essas miudagens de peixe, né? A salada que vem, pacu, cachorro, aracu, culimatar, um bocado de peixe, né? E tem também uma época que passa os peixes lisos, surubim. Eu gosto muito de pegar o surubim, sabe? A gente pega surubim para para exatamente para vender para ir para para os frigorificos, né? É chamado pintado para ir para para para fora, né? Aí Para Minas Gerais, ah Mato Grosso, chama-se pintado. Aqui a gente chama surubim. É adorado. filhote. Só que o filhote, é eles não fazem cardume como fazem a a a as dourada, surubim. A piramutaba, já ouviu falar em piramutaba? É um, é um peixe liso também, sabe? Porque tem espurão. E Tem que ter cuidado porque porque tem um espurão muito valente, né? Estrepa a gente. Deus nos livre quando estrepa a gente. Caboco grita de dor. Mas a gente tem cuidado com ele. Dá muito, passa muito piramutaba aqui. Então as tarrafa tem que ser assim adequada para para para esse tipo de pescaria. Porque se for tarrafiar com a com a com a tarrafa que é mais fina, com para com esses peixão aí, a tarrafa não aguenta. Aí tem que ter uma tarrafa segura, de de linha bem feita que a aí aguenta o peixe graúdo. A gente pega na tarrafa, a gente pega surubim de quinze, de vinte quilos, doze, dez. Olha, uma força parece de um, de um boi lá. Leva a tarrafa lá para o fundo, mas é é bonito, né? A gente equilibra lá o peixe até que ele vem para cima d'água, a gente casseta. Consegue, mas se for em uma terra, em uma em uma tarrafa fraca, ele ele fura. Ele deixa, olha lá os buraco, porque ele tem força também, muita força. Mete a cabeça em uma tarrafa,

Olha olha em volta né, assim. Não tem, não tem o que o que O que papai sempre dizia para mim que tem a panimice. Mais ou menos isso? Panimice. Tem Tem certas pessoas que que da panimice na na embiara que a gente pega, no peixe, né? Aí Ele é judia da gente. ele pode judiar eh, papai dizia assim que quando a pessoa quer judiar da do pescador para o pescador não matar mais peixe ai ele manda um uma pessoa uma uma mulher assim mijar no osso do peixe né, mija no osso do peixe assim come come o peixe depois ele come o peixe fica aquele osso no prato ai joga lá no no quintal Aí depois manda uma mulher mijar lá em cima daquele osso. Aí acabou que fica panema que nunca mais acerta em peixe. né. Mas já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De ir para o lago assim, não pegar nada porque eu estou panema. Um dia eu vim de um peixe para ir para o vizinho. Aí depois eu não peguei mais nada. Eu fui duas vezes e não peguei nada de peixe. Aí eu disse para ele, ei, rapaz, pô rapaz, tu me ajudou, rapaz, o que tu fizeste para mim? Aí o que foi, Pedro? Ah, rapaz, eu estou panema, rapaz, não peguei mais nada de peixe. ah, mas não fui nós, não, coitado. Porque a gente gosta de brincar também, né? Mas eu acho que foi a mulher dele que que comeu e é panema que está... A pessoa que é muito preguiçosa, dizia o meu pai, se está uma mulher que não é acostumada a fazer nada, o peão também, tem muito peão Muito preguiçoso, né? Muito preguiçoso. Então essa essa pessoa que come o a embiara da gente, eh eh, deixa a gente também preguiçoso. Essa é é a artimanha que a gente tinha sempre que a gente ouça aqui, sabe? <laughs> Muitas vezes até desculpa. Pô, não pegou nada porque é panema. <laughs> Aí quando a chega em uma na com a com a família da gente, quando eu eu às vezes acontece aí comigo, que eu moro aí com a minha irmã, né? Aí eu chego pai, até panema, não sei quem me panemou. <laughs> Pode até não ser panemista, mas eu tiro aquela aquela desculpa. <laughs> É...
Pedro, como é que era, como é que é o comércio? era o comércio? Eh... Para quem você vendia no começo da da sua... Do profissão, que você era mais novo? Que mudou bastante, eu acho, né? como é. Para para quem vendia, como era esse essa troca assim?

Hoje mudou muito mesmo. Co, hoje começa o é o gênero, né? Que Daqui mesmo, que que vinha de de de de de de longe, né? Estou vendo, do peixe mesmo assim, você venderia para quem isso? Ah, ah, para o pessoal da daqui mesmo, da cidade. É Aquilo que eu que eu lhe falei. O que é o que a gente vendia é é antes, antes, era o pirarucu que era o mais vendido. Era pegar do pirarucu, lá na várzea, né? Papai fez muito isso. Até minha irmã, em uma vez, mergulhou atrás do pirarucu para ir para ir buscar ele lá no fundo, que estava engatado.
Como é que é a história? <laughs>
Papai, papai fazia o lá no lago, ele fazia o pari. O pari, chamado pari, já viu falar? Pois é. Eh eh eh, faz uma cerquinha e fica vigiando lá para o para arpoar o peixe, né? Aí o o papai arpoava cada eh eh pirarucuzão mais, como eu acabei de de dizer. Na época certa. Ele sabia da época certa, né? E e E ia para lá para esperar o o o peixe. Aí então, ele chegava Ele tirava um piraru um pirarucu grande de de de setenta quilos, setenta, oitenta quilos. Ele dá quatro postas. Quatro postas. Dois do lado da da da ventrecho, que se chama, e dois do lado do lombo. Quatro postas com mais ou menos um metro de largura. Um metro de largura, assim, que a gente abre. Ela bem aberta, já viu? ela bem aberta assim te abre com o terçado, com uma faca bem abertinha ela fica assim uns... uns uns três centímetros de... de... de... como é que se diz? de altura, né? assim, aposta três centímetros de altura aí a gente passa o sal nela passa o sal aí se... se se se chama salmurar salmurar Aí depois dessa salmúria, aí ia se secar, secar o peixe. Secava em um sol como esse aqui, estava pendurado aquelas postonas de pirarucu. O o que a gente comia era só o o mistrial do peixe chamado, né? Comia a a a a ventreche, comia a cabeça do do do do do pirarucu chamado Santo Antônio, é muito bom. Santo Antônio é o é o é a a onde fica o centro da cabeça do Pirarucu. Como é que faz isso? É assado. Assa.

Depois põe põe em numa panela. A panela tem que ser muito, bem grande. A gente usava umas panelas grandes lá na na no interior, porque nós era poção, né? Aí a mamãe botava uma cabeça cortada assim dividindo assim aquela pedaço daquela daquela daquela cabeça para colocar na na panela depois de assado, né? depois de assado põe mas, meu amigo mas dá um caldo daqueles mesmo sabe o que é bom? <laughs> temperado com cebola, sabe? com folha de cebola com cheiro verde arram, meu amigo, ali nem vizinho te oferece para ir <laughs> Não oferece nem para vizinho.
Aí você é bom cozinheiro também? Hã? Você é bom cozinheiro? Não. Não? <laughs>

sorte porque eu tive essa quantidade de irmãos perto de mim. E aí, é coisa que eu não faço. É bem difícil eu fazer. Lavar prato, fazer comida, essas coisas. É muito difícil. Passar roupa, essas coisas, as minhas irmãs sempre fizeram por mim. Aí eu eu eu... A roupa que eu lavo é é é do meu trabalho. Aí eu lavo, né? Mas é é essas Eu não manjo de comida também, mas gosto de comer uma comida gostosa. <laughs> E aí o Santo Antônio chamado. Pô, rapaz, na hora da da gente do nosso almoço, todos queriam um pedaço, um pouquinho de Santo Antônio. Aquele miolo do do do do peixe, sabe? Do Do pirarucu. Um miolo que a gente tira, bate no prato, é uma gordura mas não não sei com o que é comparada, sabe? Mas é muito gostosa. É do Antônio é. Quando vocês estão no barco esperando, vocês comem peixe também? Come peixe, é.

E eu a a a a o espinhaço, né? Os espinhaços eram tudo para nós. Aí o papai fazia essas postas para vender. Para vender. O papai trabalhava com a juta. Era naquela altura a juta.

E o o peixe, né, que era o piarucu, mas na na época da juta era difícil até pescar. Ficava difícil. Mas aí deixava o espinhal de dia e quando ele a gente voltava da da do da do roçado, já tinha peixe lá. Para vender a gente não vendia, mas para comer a gente tinha. Para comer. Não só papai, mas como muitas pessoas, muitos pescadores viviam naquele tempo, das de vender as postas de pirarucu seca. Um tempo também, deu a compra de jacaré aqui em Juruti. Jacaré. Vendia o couro, porque eu acho que os parentes de vocês ainda usaram é aquelas bolsas de de de couro de jacaré.
Você você pegava o jacaré também?
Mas a gente matava o jacaré, Comia, a gente ainda come, até hoje come jacaré. Se der der jeito de a gente pegar um para comer, a gente come mesmo.
Mas como é como é que você como é que pesca o jacaré? Como é que pega ele?
Como pega ele?

tem vezes que ele pega na malhadeira e morre na malhadeira. A gente pega, a gente traz mais fácil ele. Mas eu não não pesco, assim, como tem muitas pessoas que já pescam ele definitivo, assim, para para para comer, sabe?

Eu só como ele se ele estiver pego na malhadeira, se ele se ele morrer na malhadeira, né? Aí eu eu eu trago ele, né? Mas tem pessoas que é de arpão que ele sai para arpoar o jacaré. Ele foca, né? Foca com a lanterna, aí enxerga o a... O olho do jacaré fica aceso no no fogo da lanterna. Aí vai devagar, vai vai chegar lá, arpou o jacaré. Aqui tem uma família que gosta muito de usar pegar o jacaré para comer, né? E quando foi uma vez ano retrasado, aí tem anos aqui que em Juruti, quando é uma época dessa, fica difícil o peixe. Quando enche mais um bocadinho, fica tudo inundado, o peixe vai embora, fica difícil o peixe. E aí essa família aí andava, era pai, era filho, tudo pegando jacaré. Com uns dois meses que eles andaram, só em busca do jacaré para para pegar para comer, os jacarés reconheciam reconheciam eles que vinham com a lanterna. Quando eles começavam focando assim, o jacaré só, ó, fechava os olhos. <laughs> Deixava eles passarem com a lanterna, aí ele tornava, acendeu os olhos dele lá. Assim eles se assim eles defenderam da <laughs> da família Porque matava
eles. <laughs> Pô. E a língua do pirarucu? Usava para alguma
A língua do pirarucu servia para... para serrar, fazer remédio, né? Eh Assim. Naquele tempo, mamãe usava mangarataia. Alguma coisa... Ela secava aquela língua. Secava aquela língua para... para poder servir de ralo, né? Ralava para... Mangarataia, algum remédio que ela que ela ela fazia isso aí.
É. <laughs> Pedro, você está contando uns causos, conta conta mais causos para a gente já que ah você embalou agora no causo do jacaré, e de pescaria sua que você viveu, o que você passou interessante para contar para a gente.
Ah, tem.

Tem centenas de de de de coisas que a gente que a gente eh gosta de de de de ver, de... sabe? De Que passou pela a gente, que tem muitas vezes que que a gente até meio fica no... Qual é que é melhor para a gente contar, né? E tal né? Aí fica nesse... nesse impasse aí, né? Mas muitas tem muitas coisas aí que que são boas, né? Então, são, eh como é que se diz? Uma... Uma alegria que o pescador passa, né? Comendo, digamos, o peixe né lá no lago, né? pegando o peixe para comer, assim, fazendo o o fogo, comendo mais ligeiro um um do que outro, um peixe assado, um curimatá, um acari, né? Eh... Pega o peixe, o peixe está está vivo. Ah, eu vou fazer o o fogo, bora fazer o fogo para assar o peixe para gente comer, aí... Vai lá e faz o fogo, assa o peixe, come o peixe, Toma aquela água do rio mesmo, de lá mesmo de do rio onde está pescando. Aquilo é é é saudável, né? Aquilo é é é uma alegria que que a gente que a gente tem com o dia a dia da da da profissão da gente. É Também eu acho assim, é muito bom quando o pescador ata uma maquira lá no no meio do do igapó Tudo por ali, água, né, água, a toma maquilha lá. E e E fica para pernoitar lá aquela noite, esperando para tirar aquele peixe que agora eu acabei de dizer, para verificar a malhadeira dele lá pô. Para o piranha na não não não roer muito a malhadeira, não estragar muito a malhadeira. Também os jacaré. Muitas vezes a malhadeira está onde está o local do jacaré, o boto também, né? Então ele ele vai pernoitar lá naquele naquele naquele naquela rama lá no meio do do do mar, no meio do lago. Aquilo é muito bom, sabe? Muito bom para para mim, no meu caso, é muito bom eu eu estar por lá dormindo naquele naquele clima né, naquele clima, escutando, escutando escutando o os os a a o as nossas as nossas bicharadas estarem estarem gritando lá, é os os os jacarés, os os pássaros, tudo. A gente está escutando aquelas horas da noite. O pom-pom, o pom-pom é um pássaro igual um um um pato. Que ele ele Ele sabe que está enchendo. Ele sabe que está enchendo. Ele canta pom-pom-pom-pom. Pom-pom-pom-pom-pom. pom. A gente sabe, ó, o pom-pom está cantando. Está enchendo o rio. A gente está escutando o o aquele canto dele, né? E O jacaré, quando escuta o... Um, uma um outro pássaro se espantar também, gritar. Ele também dá o zorro dele lá. Jacarezão lá, sabe? E também é um bicho que a gente respeita. Tem jacaré grande, tem jacaré muito grande aqui nessa região. Ele respeita a gente também porque É obrigado os bichos respeitar a gente, porque nós somos semelhança de Deus, né? E nós viemos para ser respeitados na face da terra, por tudo quanto é animal. Isso é um acaso. Acontecer um acidente com o homem, muitas vezes o homem abusa. Vai passar no no no no meio do capim, Sabe, onde tem água, capinha, ele passa lá, não se sabe o que está lá pelo fundo. Então pode ter um jacaré grande lá e pode atacar ele, como já aconteceu aqui em Juruti. Nós Eu conheço um homem que é tem um a um sinal de jacaré aqui na perna dele. Sinal. Segundo a informação, diz que o nosso avô foi... A morte dele foi foi coisa de de jacaré que também atacou ele, né? Então, tem existe existe muitos animais grandes aí no no mar. Nós devemos respeitar muito, não devemos abusar de nada, de nada mesmo. O homem não deve abusar de nada da natureza, porque a natureza tem que ser respeitada. Mas, pelo outro lado, nós somos muito mais respeitados para eles. Segundo meu irmão, quando diz quando a gente se espanta, a gente abre os braços, aí é a semelhança de Jesus pregado na cruz. Aí o bicho já sabe que é é filho de Deus, ele vai embora, não quer nada com o homem, né? Mas, pelo outro lado, nós devemos ter cautela. Então, é os animais também. Assim como nós convivemos aqui na terra, eles convivem lá, sabem um do outro, se respeitam. Eu Você acredita que um tem paixão pelo outro? Acredito uai. Tem. Um Um rapaz já encontrou uma capivara apaixonada. <laughs>
<laughs> Por outra?
Por outra. O pescador matou, o caçador matou a a a fêmea, a capivara a fêmea. E ficou o macho. Quando o pescador, outro outro pescador, foi pescar no meio do, quando ele viu lá no meio do, feio, né? Ele viu, ele escutou fazer... Aí ficou meio... querendo ficar com medo, né? Um feio. Aí disse, o que é isso? O que é isso? Parceiro deles. Não sei.

Se não. É visagem. Aí, não, bora lá. Aí Foram mais para a frente. Aí chegou lá, aí de novo. Aí, ó, a visagem. Bora já voltar. Disse, não, bora lá. O da frente era mais corajoso, o de trás era mais medroso. Da pupa da canoa. Aí foram mais lá para frente, foram espiando assim, foram espiando no meio do mato. Quando eles viram, estava mais perto. Aí fez. Aí veio aquela maresia. Uma maresia deu na na canoa deles, no casco deles. Aí o casco meio balançou assim, né? Aí... Eles... Pô, bora ver o que que é. O único que ia. O da pupa estava com medo, mas o da ponta estava querendo ir ver. Aí foi, foi, foi, foi... Quando chegou lá, meu... Meio perto, tornou Aí... Veio aquela maresia de novo na canoa dele. Aí foi, foi... Até que ele deu. Era uma capivara que tava lá em cima do pau, chorando. A lágrima dela caía na água e fazia
Eu fazia maresia. <laughs> Ai
Então existe a paixão também, né? Assim como tem aqui na terra para o para o homem, os animais também têm, a eles tem eles sentem quando quando

o parceiro dele né. Aí fica triste. Olha, eu tenho tenho pescado muito, mas tem só um período de tempo aí que eu eu eu deixo mais de pescar, quando é. No mês de de outubro, eh setembro, outubro, novembro, dezembro, mas mas é mais assim, outubro, Novembro, dezembro e janeiro, até fevereiro. Aí eu fico colhendo a as plantas que a gente que a gente planta aí na área de varzea. É O feijão, a a o jirimum, a melancia, sabe? O o O maxixe, né? Então eu eu eu eu deixo mais um pouco de de pescar. Mesmo que tenha a época da da desova, né? Da desova do do peixe. Então a gente mais ou menos respeita aí até em março, né? Depois de março a gente continua. Mas agora eu eu eu tenho um projeto também de sustentabilidade que a empresa, que é a Ocoa, é é é deu um edital para nós, para a gente fazer um, entrar em um projeto aí. Então eu fiquei um pouco atarefado com duas coisas né, com eh os dados do do projeto e com o meu meu serviço lá. Eu tenho... Este ano que que está passando, foi o ano que eu pesquei menos. Mas não porque eu não não não tenha gostado da da profissão. É porque é me impede de pescar. Mas eu só vou pescando. <laughs> Agora, mas quando eu estou mais assim desocupado, e o a hora que eu fico desocupado, eu estou pescando. <laughs> Esses arreios aí, eu gosto de estar indo lá pescar, pegar o peixe. O o a a outra renda sem ser pescaria, é exatamente Tem vezes que, este ano Este ano, não deu a a a a a minha para o, a nossa produção aqui da dessa várzia, deu uma praga aí, o tal de mela-mela, e aí o as melancias estão pequena quando quando deu a praga, aí não, aí ela ela, as árvore eh eh morreram e as as fruta não... não ficaram boas, ficaram cima, então a gente não vendeu nada. Mas tem vezes que eu eu eu vendo o jirimu, que é abobrinha, chamado aí para para para para fora, né? Para o Rio de Janeiro, para para é abobrinha. Para Belém mesmo, de Belém Belém para lá, abobrinha que fala, né? Aqui para nós é jirimu. Aqui para nós tem um jirimu de leite e o o o o jirimu caboclo. Jirimu de leite dá uns graudão. Caboclo é É pequeno assim, mas é bem gostoso mesmo sabe? Então eu eu eu a gente vende o girimum, aí vende a melancia, vende o melão, vende o maxixe. Essas são a a renda diferente que a gente tem. O Que eu tenho, né? Que o resto é é do é do peixe. peixe. Desde de de que eu me entendi, eu nunca fui empregado. e dois anos e eu não fui empregado. Eu trabalhei assim, eu trabalhei assim, de de de parte voluntário, mas na igreja assim, sabe? Na igreja eu eu trabalhei muito desde de de jovem, mas era só eh voluntário, fazendo... e fazendo cursos, encontros, essas coisas. Eu participei muito. Eu assi a a assumi diversos diversos papéis na igreja, até eu eu recebi um ministério, né, de de de... de evangelizar, né? Tudo isso eu eu eu trabalhei, mas mais, esse papel foi mais para para a igreja. Mas nun nunca fui recompensado, né? Só mesmo gratuito. <laughs> Dada Olha, tem... tem algumas diferença, né? Tem algumas diferença. Tem épocas também, né? Ó, como eu eu eu já eu disse, na época quando vai quando vai... vazando, aí vem os os os peixe livre. Nesse tempo aí, a gente a gente não quer ir para o lago, porque lá no lago, a gente tem que consertar essas esmalhadeiras que ainda agora eu apresentei. A piranha fura muito, a gente tem que consertar. Fica dia inteiro consertando a esma os buraco da esmalhadeira. E quando passa o peixe aqui na na na na na beira da Amazônia chamado, né? Então a gente pega o peixe de tarrafa, não dá tanto trabalho e a gente fatura mais dinheiro. Um surubim é de dez quilos que a gente que a gente pega, aí é quarenta reais. A gente vende a a vendendo a quatro reais, aí dá quarenta reais. Aí o é é o é é dois, sempre a gente pesca com parceiro né, aí já dá vinte para cada E se você der sorte de pegar mais, aí vai dar mais rendimento aí Cada pescaria dá cem, dá dá setenta, assim, variável. É melhor a gente a gente para para ir. Quando não é esse tempo aqui, não dá não. Esse tempo aqui não adianta a gente tarrafiar que não vai pegar nada, porque está tudo inundado, não tem peixe aí. Então a gente vai para o lago botar a malhadeira para a gente pegar. A gente já pega o curimatá, a gente já pega o acari, a gente já pega o o tucunaré, pega o pacu, entremiado a gente pega. Às vezes a gente pega Mas o curimatá, né, que é um peixe também que dá mais, né? O tambaquizote, assim, que a gente pega de de de um quilo, de um quilo e meio, dois quilo. Esses peixe, mas não tem um peixe mais, assim, que seja fixo o tempo todo aqui para o lago, né? Não tem. Sempre é é salada.
você aprendeu com seu pai, você ensina para alguém hoje em dia? Eu tenho ensinado muito.
Como é que é?

meus parceiro, quando vão comigo. Eles sempre eles sempre dizem ó, o Pedro o Pedro não conta não conta fácil a pescaria para para os outros, não. Mas o pe o o pescador que vai comigo, aí eu: ó, é aqui, né? Tem que ser aqui, tarrafia aqui, bota a malhadeira assim. Eu eu dou as dica aí. Eu eu vou na proa, né? Eu vou na proa fazendo assim eh... Eu gosto de estar coordenando lá. Sempre gostei de ir na proa porque eu não tenho dificuldade de de estar mandando ele Ele vai aprendendo comigo, né? Muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas não gostam de pescar comigo porque exatamente eh e-eu eu sou assim, né? Eu sou, ó, bora pescar aqui, tem que ser assim. Eu que coordeno a pescaria. Não, Pedro parece que quer só ele, é do jeito dele, né? Aí tem vezes que não não
comigo, né? Pedro, posso ir no banheiro rapidão enquanto isso?

Pescar é é na palavra de querer, né? Buscar, né? Buscar o um o peixe, né? Ãhm... Mas é boa palavra, dá certo, né? Mas, é assim. Não sei se vai chegar ao ao ao ponto que eu queria colocar. O tempo que eu pesquei, eu achei bom, muito bom pescar. Até agora eu acho bom pescar. Mas por que eu acho bom pescar? É porque não tem outro jeito para mim fazer. Se se eu tivesse uma visão de muito cedo, a pescaria seria para mim uma um um esporte. Lá um dia que eu quisesse pescar, eu ia. Mas, de um certo tempo para cá, que eu fui pensar isso, que a pescaria, ela ela não ela não vem ela não vem ajudar a a a pessoa crescer na vida. Isso é é alguma alguns pescador que que cresce na vida. A maioria dos pescadores envelhece naquela profissão e não tem um bom apartamento, não... sabe? O estudo dele é é pequeno, né? Aí não tem como ele ele pegar um emprego, eh se eu soubesse que a pescaria era assim eu também não teve uma visão para para mim tirar isso aqui, eu não não teria ficado com essa profissão, eu teria estudado para hoje eu estar muito bem empregado, que eu não estou desprezando a pescaria, né, mas pela convivência que eu já convivi nessa pescaria, para hoje eu estar nessa mesma situação, a bem dizer, Então, e-eu tenho que tenho que dizer para os nossos para os nossos futuros que estão aqui, para que eles não fiquem pensando de ficar nessa profissão, mas que eles procurem outra profissão, que essa profissão dá muito lucro, mas na mesa, para para comer, né, para passar bem, para encher a barriga, mas para fazer outras coisas , principalmente do bem material, que o homem precisa, né? Que o homem precisa dos dos dos bens materiais para que ele possa viver até a a a velhice dele.
Então eu teria, eu não teria optado pe pela pescaria. Pedro, qual é seu sonho? Hoje.
Hoje eu eu tenho um um sonho. Um sonho de ser rico ainda. Estou com cinquenta e dois anos, mas hoje eu estou preparado para para receber o e não deixar e não deixar que passe despercebido por mim muitas chances muitas chances, muitas chance muita chance que já passou para que eu pudesse hoje até ser melhor de vida. Agora, com essa idade, eu não deixo mais passar por mim, não. Tudo que vir para mim, eu estou pegando de mão firme. Da vez que eu pegar, está seguro. Eu tenho, hoje, um plano. Eu tenho uma uma... trabalho em uma associação. Nós começamos é com duas pessoas. Trabalhar um ajudando o outro nessa nessa produção que a gente tem de melancia, de jirimum Depois foi para trinta. Hoje nós temos uma associação de cento cinco pessoas. E a associação está legalizada. Pronta para fazer qualquer projeto. Já fizemos projeto. Nós temos um projeto de criação de peixe. de criação de peixe para, para agora, para maio. Se Deus quiser, nós vamos funcionar. Vamos começar com, com cinco mil alevinos, depois mais, no outro mês, mais cinco mil alevinos. E essa, essa oportunidade foi que a empresa que chegou aqui em Juruti em dois mil e, e, e sete, né, é lançou esse desafio, para para os diretores administrativos, que um, um sou eu, é chamado presidente da associação, para fazer um trabalho experimental. Então, daqui se se a gente executar esse esse projeto, como os dados da da empresa estão escritos, Depois da despesca, nós vamos ter possibilidade de fazer uns projetos muito muito bons e muito grandes, através da da empresa. E quem sabe, de repente, a gente pode fazer outros projetos aí que, com, com é o banco, né? Que nós temos portas abertas agora para... Depois de nós eh entrarmos nesse nessa nesse projeto da empresa, começou a abrir as portas para nós. Então, daqui com mais uns dias, nós estamos de portas abertas. Meu sonho é, é ser um, uma associação de atender centenas ou milhões de pessoas com a o nosso o nosso projeto de criação. E aí começam a mudar as coisas, né? De pescador é fica empresário. Está bom, pedro obrigado pelo seu tempo foi ótimo. Eh Agradeço eu que muitas vezes a gente tem as coisas gravadas na cabeça e e pensa que não vai servir aquilo para outras pessoas, né? mas serve, e vocês que estão aqui fazendo essa entrevista, que vieram de, de muito longe, eu estou dando valor na, na, no que eu falei, eu falei as coisas que eu falei são são sérias, são o que já passou pela minha vida, eu tenho cinquenta anos de convivência aqui nessa região, e se eu fosse escrever um papel num livro, então estava tudo organizado, mas como a gente não não pensa de de um dia servir para para outras pessoas, né? Então tá tudo na mente, né? Mas eu volto a dizer, aquela novela da, da, do, do, do tempos modernos, né? Então diz, a, a, a, o cérebro é, é tem capaz de fazer e também é incapaz de fazer, né? Então estar por aqui à disposição de mais alguma conversa. Quem sabe um dia a gente não vai se encontrar de novo, quem sabe a gente não vai reajustar mais alguma coisa. Nós estamos inteiros à disposição de vocês também.